Por favor, diga o nome dos seus pais.

Conta um pouco ãh para a gente sobre eles, profissão, atividade, etecetera.

Ele trabalhou muito tempo com informática e se aposentou faz um ano, mais ou menos. E hoje está ligado mais para para a área espiritual, área de budismo. Ele está procurando dar cursos mais nessas áreas, assim, palestras. E minha mãe se formou em matemática pela uspi também. Trabalhou a vida inteira com informática, ela é analista de sistemas. E hoje ela trabalha com o meu padrasto, com o marido dela, numa empresa de informática. Ele é diretora técnica dessa empresa. Empresa de informática.
E você tem irmãos?

Ele se formou em publicidade. Mais novo

Ele é dois anos e meio mais novo que eu.

Conta um pouco a origem da sua família.
Hoje mesmo eu estava comentando com a minha mãe que eu tenho muito orgulho das minhas avós, assim. Porque tanto da parte de mãe e da da parte de pais, de pai, tanto minha avó quanto meu avô, eram muito humildes. Né, então minha mãe conta histórias assim de quando ela era criança, meu pai também. Por parte da minha mãe, minha minha avó era costureira, né, meu avô era marceneiro. Por parte do meu pai também, minha avó era costureira, vendia cafezinho. Meu avô paterno era zelador. Então, eles foram muito humildes assim, e ambos acabaram crescendo, batalhando, trabalhando e passando isso para os filhos.

E minha avó materna, a Iracema, ela faleceu há dois anos, também era guerreira assim, era super linda assim as duas, eu tenho muito orgulho delas.
E seu avô?

Tadinho, estava esquecendo dele, é... ele... Ele também já faleceu. Eu tive pouco contato com ele. Quando ele morreu, eu tinha oito anos. E foi engraçado que eu até estava comentando também com a minha mãe, com a minha tia. Que quando eu era criança, é, eu tinha eu tinha a imagem que ele que ele era uma pessoa muito rabugenta, assim, né? Muito brava, porque minha mãe sempre falava isso. Então eu cresci com essa imagem, né?

Mas, ao mesmo tempo, eu estava lembrando outro dia, ele era ele era muito tranquilo. É que minha avó aqui, acho que <laughs> atormentava ele, né? E ele acabava ficando nervoso. Mas eu tenho uma lembrança ótima da infância, assim, que minha avó sempre falava, ô, <laughs> João, dá dinheiro aí para as crianças tomarem um sorvete, né? Sempre ele tinha que dar dinheiro. Aí ele reclamava, não, não vou dar, não vou dar, não sei o quê Aí ia lá tirar você. Como se fosse, sei lá, dois reais hoje. Mas eu sentia um carinho, assim, um amor, assim, Aí a gente ia lá e comprava nosso sorvete. Mas aí ele ficava bravo com a minha avó, <laughs> mas ele ficava feliz, porque os netos estavam felizes.
E você sabe se eles são todos de origem paulistana, se vieram do interior, a origem, inclusive, de sobrenomes? é, meu

Eu não lembro também o nome, mas eles se conheceram lá.

Eu sei que meus bisavós vieram da Itália, tanto por parte de mãe, por parte de pai também. Vieram da Itália e meus avós, os quatro, nasceram aqui no Brasil mesmo.

Os dois nasceram lá. se conheceram lá e, coincidentemente, os dois vieram para São Paulo logo que casaram, tanto da parte do meu pai quanto da parte da minha mãe. Então, a história dos dois são muito coincidentes, né? São muito coincidentes, assim. Eu acho muito bacana. E aí fizeram a vida aqui, começaram a dar certo aqui em São Paulo mesmo.

Sempre, sempre.

Então, todas as férias eram de lei.

Aí eu procuro ir todo ano também. continua indo? continuo. Continuo, porque meus primos de segundo, terceiro grau, a gente criou uma um vínculo muito forte. Esse ano eu já fui duas vezes, agora no carnaval e agora na festa do peão também, né? <coughs> Então lá é como se fosse minha raiz, assim, né? Porque a gente sempre ia. Muito bom.

Se eles, na verdade, foram morar mais ou menos perto? Que regiões?

Aqui na Zona Norte. Eles foram para lá, eles moravam numa casinha muito gostosa. E por parte do meu pai, eles...

E o meu meu avô, meu avô paterno, então era zelador desse prédio, era um prédio comercial e minha avó servia cafezinho nos escritórios.

E minha tia, irmã do meu pai, mora lá até hoje, né?

Meus pais casaram, né? Foram lá para aquela região.

Então, sua infância você passou toda morando na Saúde?

Inclusive, eu estava lembrando outro dia também que a saúde... Estava pensando, né? Por que eu estou voltando para a saúde, né? Porque eu comprei apartamento lá na Saúde, vai ficar pronto agora já no final do ano. E eu vou morar lá, né? Por enquanto vai morar eu e meu noivo, aí o ano que vem a gente casa direitinho. Mas, porque a Saúde me traz muitas lembranças boas, que eu passei minha infância, minha adolescência, até eu... até o meio da faculdade eu morei lá, né?

Acho que tem mais a ver comigo. <laughs>
Vamos voltar só um pouquinho, é, porque agora eu fiquei com curiosidade de saber como seus pais se conheceram, aham.

Como é que você deu esse conhecimento, você sabe dessa história? Sei.
Sei, sei.

Meu pai fez poli e minha mãe fez matemática.

Os dois eram estagiários de lá e eles acabaram se conhecendo lá mesmo, na na empresa. E é engraçado que minha tia, a irmã da minha mãe, a Marta, Ela conheceu o meu tio, o atual marido dela, né, na mesma empresa, no cê cê é.

Então, eles começaram a namorar já logo na época dos estagiários ainda, é.
É, na época dos estagiários.
E aí, casaram?
Eles ficaram namorando três anos, né? Eles casaram, minha mãe Vinte e seis, acho que minha mãe tinha vinte e quatro anos quando eles casaram Porque eu nasci quando ela tinha vinte e seis. Então é isso, logo no começo, né, logo depois começou a faculdade, começou a estagiar. Aí casaram depois de três anos, mas separaram. <laughs> Estão há muito tempo separados? Faz tempo. Eu tinha quatro anos, nossa, vinte e cinco anos. Então, minha vida inteira foi... Duas casas. Duas casas, exatamente. Interessante.
E eles casaram e foram morar na saúde. É. E seu pai, depois, quando se separou, foi morar onde? Morava perto?

Não no mesmo local, mas no mesmo bairro, perto da Estação Conceição, do metrô. é É, é todo mundo perto. Você comentou da Zona Sul, que eu tenho o sotaque de Zona Sul, mas minha família inteira é Zona Sul.

Essa região daqui.

Você ia final de semana, ficava com ele. Como é que era nessa infância essa distribuição entre os dois entre duas casas?
Outra coisa que eu tenho muito orgulho, que eu que eu me espelho em certas atitudes, é que meus pais sempre foram civilizados. Em relação aos filhos, assim, né? Então, por mais que eles tenham se separado, eu era nova há quatro anos. Não, graças a

entre eles, mas nunca colocando os filhos no meio, né? E... Então, era de lei. A cada quinze dias eu ficava com meu pai, passava o final de semana com ele. E toda terça-feira meu pai ia buscar a gente na escola. Eu e meu irmão. Aí a gente ia no shopping. Era super gostoso.

Mas, lógico, não era aquela coisa exata, né? Se se a minha mãe, ah, não quer trocar o final de semana, ah, tudo bem, imagina, não tem problema. Nunca teve outros problemas, assim. E férias também, né? Então, a gente sempre, todas as férias, julho e dezembro ou janeiro, a gente ficava uma semana com meu pai. viajando para longe, eu digo, né, porque a gente sempre viajou para Barretos, Campinas, mas era perto, então não era a viagem. E com a minha mãe a gente também ficava uma semana.

Passeios culturais. Lembro que a gente ia muito no Sesc Pompeia, na Estação Ciência. A gente sempre passeou bastante em teatro. E hoje eu tenho uma filhada, a Bruna, e tem a irmãzinha dela que eu falo que é minha filhada por tabela, a Beatriz. <laughs> E agora nasceu outra, a Luana. Então já tenho o pacote aí. E eu sempre busco, eu estava percebendo também, fazer o mesmo, as mesmas coisas que meu pai fazia, sabe, com a gente. De levar para essas essas esses passeios mais culturais, né? E de natureza, de não ficar trancafiada em casa, assim.
Você sempre morou em apartamento ou morava em casa?
Nossa, sempre em apartamento. <laughs>
Sempre. Como é que eram as brincadeiras na saúde onde você morava nessa época? Para uma criança que morava em apartamento, como é que era a sua infância nessa época?
Minha infância... Eu sempre estudei o dia inteiro na escola, né? Então, de dia de semana sempre foi para mim... Acho que até hoje. Segunda, sexta, para mim era... estudo e hoje é trabalho e estudo.

Final de semana é que era mais... de diversão, né? Porque minha mãe trabalhava o dia inteiro, então a gente acabava ficando na escola até umas seis, sete horas, aí à noite já tinha que ou fazer lição, fazer umas outras coisas e acabava brincando dentro do apartamento mesmo, né? De final de semana, pelo menos com a minha mãe, a gente nunca ficava em São Paulo, a gente sempre ia para o sítio dela.

Então, o que eu lembro de infância é Piracaia, é o sítio que a gente tem até hoje, que era brincar na terra, ia meus primos também, ia os filhos dos amigos da minha mãe, assim, E era entrar na água, na represa. Mas, de morar em apartamento, a lembrança que eu tenho mesmo, eu quase não descia, eu sempre fui mais recatada, assim. Eu não tinha amizade, assim, com outras crianças do prédio, né? Sei lá, era um pouco tímida. <laughs> Eu ficava também brincando com o meu irmão. Mas eu lembro que a gente via pouca televisão, isso é uma coisa que eu gostava também. A gente ficava brincando de joguinho, ficava... Conversando, eu lembro bastante também.
E você estudava no colégio integral, como você disse? é. Qual colégio?

E também era integral. Então, eu fiquei em período integral até os... Até os doze anos eu fiquei integral. Até a sexta série, eu lembro. Então foi bastante tempo. Do zero eu entrei na escola com quatro meses. De quatro meses a doze anos integralmente na escola.
E conta para a gente essas lembranças da escola, da primeira escola. Você, claro, com quatro meses a gente não lembra, <laughs> mas quando você começou a ter lembranças dessa convivência escolar, como é que era?
Eu lembro, eu tenho muita lembrança assim, gostosa da escola, né?

Outro dia eu passei sem querer na frente e falei, nossa, é aqui que o se be? para mim era tão grande, né? Porque <laughs> é um quarteirão, mas para mim era assim, nossa, era enorme, né? E está lá a escola até hoje. Eu lembro das minhas amigas, que inclusive eu acabei reencontrando pelo pelo Orkut. Eu costumo falar que o Orkut é bom só para reencontrar as pessoas, já saí do Orkut. Reencontrei e saí, né? Reencontrei bastante gente dessa época do do sério. Eu lembro que a gente brincava bastante, era uma escola muito voltada, assim, tinha o horário para fazer lição, então me ensinou a ser... é... Você tem aquele planejamento, então você tem uma hora, duas horas para fazer lição, depois tem a hora da brincadeira, a hora do lanche, a hora disso, e minha mãe ou meu pai ia me buscar seis da tarde, né? E... aí tinha os passeios também, né? Escolares. Aí também na Montessori. Na Montessori era mais ou menos o mesmo o mesmo método. Hora para fazer lição, hora para brincar, isso e aquilo. Imagina, isso até os doze anos. Eu lembro, com onze, doze anos, você não quer mais ter horário para fazer trabalho escolar ou fazer lição. Uhum. Mas não, tinha que fazer naquele horário.

Isso acabou sendo bom. E... e... e aí a gente brincava. Tinha os passeios também que a gente ia de final de semana, acantonamento. Mas do se be eu reencontrei pelo Orkut, mas não mantive o contato. Mas da Montessori eu acabei reencontrando também umas pessoas e a gente retomou o contato como se não tivesse ficado afastado por quinze anos. E isso que é interessante que eu vejo, porque o contato que eu consegui retomar com as minhas amigas, que era da época que era muito forte, quando eu tinha onze Hoje é a mesma coisa, então, naquela época já era um sentimento verdadeiro, né? De amizade. Porque eles passaram quinze anos e hoje eu vejo... Dá uma alegria imensa, assim, de estar com elas, né?
E essas amizades, porque você falou que quase não ficava aqui no final de semana, né? Aham, você ia para sítio e tal. Como é que você cultivava essas amizades? Só no período escolar ou vocês tinham atividades, assim, ir para o shopping, passear com essas colegas? Mas quando a gente já entra no período já de adolescência...
Eu sempre, eu sempre fui uma pessoa assim, acho que até hoje, eu sempre fiquei mais na minha, né? Eu sempre gostei de ter minhas amizades, assim, eu lembro de, de na época da escola, justamente isso que você que você comentou, eu nunca fui de ir no shopping, né? Eu ia de vez em quando, mas eu não... Não era a melhor coisa do mundo ir no shopping com as minhas amigas, paquerar ou tomar um sorvete. Sempre gostei de ficar na minha casinha, com o meu irmão. Minhas amigas iam para a minha casa, mas era mais quando fazia trabalho de escola mesmo. Ou, às vezes, eu lembro na época, assim, começam as festinhas, os bailinhos, trocas de vassoura. A gente tinha uns dez, onze anos. Aí eu ia para a casa dessas minhas amigas, mas eu sempre... Nunca acho que busquei um contato mais forte, né? Eu sempre deixei a vida rolar, sabe? Acontecer. Tanto que foi muito surpreendente, porque eu lembro, eu já tinha consciência que eu era assim naquela época, né? De de de talvez não tentar agarrar essas amizades, né? De ser uma coisa mais natural. E hoje, eu reencontrando essas minhas amigas, esses meus amigos pelo Orkut, que eu comentei, elas acabam comentando coisas que eu não imaginava.

É, às vezes, eu chamava você e não queria ir. Falei, nossa, sério? Porque, para mim, era uma coisa natural. Então, se a gente for no shopping, vamos. Se a gente não for, não vai. Por que eu acho? Porque, como eu ficava o dia inteiro na escola, eu chegava cansada, tinha que fazer lição, tinha um monte de coisa. De final de semana, a gente sempre acabava indo para o sítio. Sem querer, eu acabei não não desenvolvendo um vínculo mais forte com as minhas amigas, mas, em compensação, com os meus primos. ou com os filhos das amigas da da minha mãe, a gente criou um vínculo muito forte que pendura até hoje, que vão ser padrinhos de casamento e que tenho certeza que vai ser para sempre. Né, então, acho que os vínculos foram formados mais assim, pela companhia que estava com a gente, pela minha mãe, sabe? E eu percebo que minha filhada, a Bruna, é, a Bia, é parecida comigo. Sem ser de família.
E seus pais casaram novamente?
Minha mãe, ela, ela começou a namorar, acho que uns dois anos depois que ela separou do meu pai. E está junto até hoje, né?

Mas eles nunca casaram no papel. Eles ficaram muito tempo, até meu irmão completar dezoito anos, morando um na casa, cada um na sua casa. E aí eles acabaram morando junto faz uns seis, sete anos.

Mas ela está até hoje, tá? Já mais de vinte anos com a mesma pessoa, mas nunca casou no papel, mas está morando junto. E o meu pai, logo depois que ele se separou também da minha mãe, ele começou a namorar, já casou logo na sequência com uma japonesa, que era a Neide. Ficaram cinco anos juntos, aí acabou não dando certo. Aí logo depois ele casou com a Keiko, que é outra japonesa. Até brinco que eu não sou japonesa. Pelo acaso, né? <laughs> Porque também eu vou casar com o japonês, né? <laughs> E eu tenho primas mestiças, então é uma vida nipônica. E, e eles estão juntos também até hoje. Aí ele casou no papel, teve festa de casamento. Eu lembro que eu fui no casamento do meu pai e eu tinha... Eu tinha dezessete anos. Foi muito bacana, assim, ver meu pai casando. Foi um jantar japonês. Então, aí eles estão juntos. Eu tinha quinze anos. Eu tinha quinze anos. Então, eles estão juntos há quase quinze anos também. Aí deram certo.
Tiveram filhos?
Não, nenhum dos dois. Então, você não tem irmãos?

Meu padrasto, o Tom, ele tem uma filha do primeiro casamento dele, né? Que já tem filhos, então ele tem os netos dele. Mas a Keiko nunca teve filha, até porque o primeiro casamento dela foi com o meu pai, mas eles também. Nem minha mãe nem meu pai quiseram ter mais filho. Acho que dois era suficiente <laughs>
<laughs> Você sempre lidou super bem com essa situação de ver seus pais separados, cada um casan

Eu sempre fui muito realista, sabe? De aceitar as coisas.
Mas por que também você não...
é, É, eu não vou mentir que quando eu era criança, lógico que eu preferia que meus pais estivessem juntos, né? Porque a gente ia viajar com a minha mãe, às vezes meu padrasto ia, mas é diferente de estar o pai junto, porque é a figura pai, né? Entidade, pai, mãe. Assim como eu ia viajar com o meu pai. Mas eu sempre lidei bem com isso, né? E eu até brincava que era bom porque eu tinha duas casas, criança, né? Eu ganhava dois presentes de Natal, eu tinha duas viagens de férias, era tudo em dobro, <laughs> e E depois acostuma, né?

algum evento, alguma coisa.

Nossa, agora você me pegou.
Porque, por exemplo, essas viagens que você falou que fazia mais para longe, aham, esse longe era onde? O que era
Longe era Nordeste, assim, né? Eu saí do país, assim, duas vezes, né? Tanto que eu tenho muito apego, assim, com o Brasil, acho que é por causa disso mesmo. A gente conheceu praticamente o Brasil inteiro com a minha mãe, assim, com o meu pai. Então, Natal, Fortaleza, Maceió. Eram viagens muito boas, assim, mas eu preciso lembrar uma coisa marcante, assim, da infância.

Aconteceu... É que sempre era bom, assim, sabe? Então, sempre era engraçado.

Então, o que eu acabo lembrando assim da minha infância, acho que foram as aventuras que acabaram sendo sem querer. Né, então, u u , o meu tio, o... A gente sempre viaja Meu tio, na verdade, é porque é amigo da da minha mãe, então, desde sempre, acabou virando tio. É que eu falo que as filhas dele e da minha tia são minhas primas, mas não são primas de sangue, e... São primas de coração, né? e... E ele adorava velejar isso e aquilo. E eu lembro, pode ser uma uma lembrança da infância, porque foi uma aventura, assim. que a gente acabou saindo na represa com o barco dele, com o Hobbit Cat. Era dia do meu aniversário. Eu tinha doze anos. Eu estava fazendo doze anos. Primeiro de maio. E a gente saiu de de de Hobbit Cat para ir até um outro sítio lá, era Era sete quilômetros só pela água. E o Hobbit Cat é de vela, né? Então, acabou o vento, já era. Então, estava eu, meu irmão... Eu era a mais velha da turma, né? Então, estava eu, meu irmão... e minhas primas, que eu falo, a Lia, a Thaís e a Laura. A Laura é sete anos mais nova que eu, então ela tinha quatro, cinco anos. E a gente foi, e meu tio e meu meu padrasto, e a gente foi até lá e, na volta, acabou perdendo o vento, caiu um astro na água, entrou entrou... Isso era um domingo, imagina, domingo, meu aniversário, e eu lembro que eu tinha prova de inglês <laughs> no dia seguinte. E aí virou, já era umas quatro da tarde, assim, e eles não conseguiam levantar, mas ele tinha muito conhecimento, assim, né? E ele viu que não conseguia, porque tinha entrado água. E eu lembro que o meu irmão, muito engraçado, e a gente tinha trazido um monte de de de fruta lá desse sítio, e tinha tinha um saco, assim, de laranja, e acabou caindo na água. Só que todo mundo estava de colete, né? A gente sempre andava de colete. E... e aí acabou caindo na água, aí meu irmão foi lá, ficou mais preocupado de salvar a comida, porque o barco acabou virando, nossa, é, foi uma aventura, né, porque o barco virou, entrou água, aí ele começou meio que a afundar, assim, aí meu meu padrasto, meu tio, assim, preocupado, aí meu irmão preocupado com o saco de laranja, <laughs> Rodrigo, volta aqui, deixa o saco, não, mas deixa eu pegar isso aqui. Mas estava super perto da margem, assim, né? era Do espaço dava a pé, assim, mas a gente uma aventura. Aí a gente foi para a margem e começou a esfriar, todo mundo molhado, um monte de criança, né? Aí começou a esfriar e eles fizeram uma barraquin do barco. E eu lembro que a gente ficava cantando até hoje, eu lembro da... Quando eu ouço a música da Dona Irã Barbosa, Trem das Onze, a gente cantou o tempo inteiro. Imagina, a gente foi resgatada, era meia-noite, isso aconteceu umas quatro da tarde. E a gente ficava cantando o tempo todo, Trem das Onze. Eu nem lembro o porquê que a gente ficava cantando. Lógico, acho que eles queriam cantar para gente distrair um pouco, né? Até hoje eu ouço a música, eu lembro desse dia. E, aí a gente ficou lá na barraquinha, a início meu padrasto e o meu tio super preocupado que a gente talvez não ia conseguir voltar, porque lá em Piracaia é, é é super rústico, né? Agora tem mais casa, mas imagina, há quinze anos não tinha quase casa. Um reminho, então, ah, vamos tentar voltar no no remo. Mas aí já foi escurecendo e a represa tem vários braços, assim. Aí acabou se perdendo. Aí eu lembro que ele viu que que a minha casa lá de longe tinha três lâmpadas, né? Numa sequência, assim, exata. Então, as lâmpadas da varanda e do quarto. Bom, não, então está as três lâmpadas. Então é lá mesmo, vamos seguindo para lá. Aí uma lâmpada apagou. Aí ele falou, não, então não é lá, porque o morro deve ter entrado na frente. Né, aí a gente acabou indo para o outro braço. Depois a gente veio descobrir que a mãe dele acabou desligando a lâmpada para ver se ela conseguia ver a gente melhor. Mas era lá mesmo. <laughs> Mas era lá mesmo. Aí a gente acabou pegando um outro braço e esfriando aquele frio, aquele frio. A gente com fome, aí acabou comendo as laranjas que meu irmão tinha sal Aí, e era domingo, então era pior ainda, porque não tinha mais gente lá.

E aí a gente começou a gritar, mas assim, para mim, para a gente, era uma aventura, né? Não tinha medo. Foi muito selva Foi muito selvagem. Nossa, demais, assim, né? E aí a gente acabou pedindo, pedindo... E assim, de eu ver eles, como eles estavam se virando para mim também, era um orgulho, né? Muito heróico. Muito heróico, é. E aí eles pediram ajuda, assim, aí veio o Salvador, assim... Era um cara que ia embora, porque viu a luz acesa, né, da casa. Ah, você pode ajudar a gente e tal. Aí o cara falou que quando ele viu as crianças, ele não conseguiu falar não. Imagina, <laughs> cinco crianças, e... Aí ele ele rebocou a gente com a lancha dele. Aí Deus coloca as pessoas no caminho certo, né? Porque ele tinha uma lancha, ele acabou rebocando a gente.

E ele sabia onde era, então ele tinha conhecimento da represa, então ele sabia onde era o condomínio lá que a gente tem casa, então ele sabia qual braço certo pegar. E eu lembro quando a gente chegou na na represa, que tem o pontão lá que a gente estava chegando, minha mãe e minha tia... mãe das minhas primas, já estavam indo embora já para chamar o bombeiro. Porque das quatro à meia-noite, eles não estavam preocupados. Deu meia-noite, eles começaram a ficar. Quer dizer, estavam preocupados, mas não, imagina, não aconteceu nada, não sei o quê, não sei o quê. Foram até o sítio, não, eles saíram faz tempo, né? Ah, mas não chegaram até agora. Aí a gente chegou, aí eles comentaram, nossa, a gente estava saindo para ver o que aconteceu, né? Aí, para mim, foi uma aventura.

Perdeu a prova? Eu não fiz a prova, porque eu <laughs> não conseguia estudar. E eu era tão assim com estudo, isso eu ficava preocupada. Eu lembro até hoje, eu falei, gente, a gente perdido na empresa, eu preocupada que eu tinha a prova. E foi meu aniversário, né? Isso que eu lembro também.
Marcou, então.

E é interessante porque eu sempre gostei de viver aventuras assim na minha infância, porque depois, eu eu eu, lógico que eu também gosto de viajar, né? Por causa das viagens que a gente sempre fazia com os meus pais. Então, de viajar, de acampar, de ir para um lugar assim que não tem nada, sabe? E de você se virar. Então, essa essa aventura, sem querer, acabou me dando base, assim, para saber se virar. Então, pô, fazer uma cabaninha. É bom ficar perto de um riozinho, de uma cachoeira, pelo menos dá para tomar um banho. Hoje eu já já já não sou tão assim, né? Mas teve uma fase aí, uns dois, três anos, que eu era bem assim, aventureira. E eu lembro desse dia, assim.

É, eu entrei lá com nove anos. Aí eu fiquei até os
Você lembra de alguma professora que tenha marcado esse período seu? Algum episódio? Ou um professor ou uma professora?

Eu lembro eu lembro do Sebe, da Nancy, que eu gostava muito dela. Não sei por que eu gostava, mas eu gostava muito. Depois, quando eu já estava na Montessori, eu acabei encontrando ela sem querer no shopping. Aí me veio uma lembração muito boa.

Acho que não teve um professor que me marcou, assim, muito.

<laughs> Teve uma professora que me marcou ao contrário, coitada.

Não, ela era uma ótima professora, assim. Ela era super inteligente. Da verdade, eu acho que os professores que me marcaram eram aqueles professores que eu conseguia entender a matéria, sabe? Que conseguia passar. Que eu admirava, sim, é... Mas essa professora, ela... Ela pediu, eu lembro, para a gente fazer um coral, né? E, e eu tenho a voz mais grossa, assim, né? E, claro que acabava destoando, né? Eu lembro, eu fui, eu comecei a fazer aula de canto o ano passado, foi aí que eu percebi. E ela ficava, não, mas de quem é essa voz grossa? E não sei o quê, eu ficava com aquela vergonha, porque acho que ela não sabia lidar com aquilo, sabe? Que era bom, não é que ela estava falando mal. Ela só poderia ter encaixado numa numa coisa melhor, né? E hoje eu percebi, eu acabei pegando um trauma que depois nem cantar em karaokê <laughs> eu conseguia, porque eu lembrava da professora. Eu percebi isso ano passado, quando eu comecei a fazer uma aula de canto, que a professora comentou, olha, você tem uma voz muito forte, muito grossa, você pode ser não sei o quê, né? Sei lá como que chama. Aí eu lembrei dessa professora, eu falei, nossa, eu fiquei um tempão na minha vida, né? Talvez dispersando uma coisa que eu poderia ter o dom, por medo, nem karaokê eu cantava, assim. É isso, mas assim, lembrança boa de professor mesmo. Eu lembro da diretora, da da da Ivete, eu gostava dela. Inclusive até hoje, eu gostava bastante dela. Da Ivete.
E algum episódio na escola que você recorda? trocar a fita?

Eu lembro que a gente tinha... é... Eu tinha uns amigos de sempre, né? Eu lembro que eu gostava assim, de fazer trabalho, né, porque a gente ia na casa dessas pessoas. Tinha um amigo meu que morava lá perto e era uma diversão, porque eu levava miojo da minha casa, a gente fazia o almoço e ficava ficando lá a tarde inteira, nem fazia o trabalho. Aí era, era gostoso.

Tem uma cinco, então a gente sempre ia de uma unidade para outra.

E aí a gente ia lá, via os jogos. Eu lembro das Olimpíadas também que tinha, é verdade. Que era muito gostoso, que o pessoal ficava todo mundo super animado, assim. Tinha um amigo meu que ele jogava vôlei super bem. E eu ia muito bem nos esportes, então eu acabava me destacando em todos os esportes, assim, futebol, ranger, é, vôlei, basquete, né?

E a semana de Olimpíadas, então, era mais gostoso ainda, porque a gente acabava almoçando na casa desse meu amigo, que era lá perto. Aí eu lembro de um episódio interessante, ele até, a gente comentou isso outro dia, esse foi uma das pessoas que eu acabei reencontrando pelo Orkut, que teve uma vez, tinha um amigo nosso lá, que que ele era um pouco assim mais, ãh, como como diríamos, a gente gostava de brincar com ele, né? Tadinho. E a gente acabou fazendo o miojo para para todo mundo. Mas miojo, assim, põe ketchup, maionese, já está ótimo, né? O temperinho básico. E a gente acabou colocando pimenta no dele, no prato. <laughs> Quando ele foi no banheiro. E eu lembro até hoje, claro, acho que toda criança já fez isso, né? Que é uma aventura, quando ele foi comer, ele ficou super bravo, mas no fundo ele era super bonzinho, ele acabou levando na brincadeira. Mas ele era meio que o zoado da turma, tadinho, ele era super bonzinho, mas as pessoas acabavam sempre brincando com ele. Era gostoso, né? Aí é uma lembrança que eu tenho, eu gostava muito das Olimpíadas, assim, era uma semana muito

Eu não lembro se jogava, eu não lembro se jogava, assim, oitava série contra a sétima, eu acho que era só porque tinha, por exemplo, oitava série, tinha a turma a e bê de manhã, e cê e dê à tarde. Então, eu acho que era só, né? Até por causa da idade, era só entre a gente mesmo. E eu lembro que a turma da tarde era sempre melhor, assim. A dê, eu lembro. Sétima dê, oitava dê.

É, depois eles fizeram um colegial, mas com outro nome, que é o Expert, que a maioria acabou ficando no Expert, e também ficava do lado dessa quadra da poliesportiva. Foi no ano que eu saí de lá para fazer colegial em outro lugar, eles acabaram criando, então parte da turma foi para lá, mas minha mãe achou melhor a gente fazer em outro, eu fazer em outro, né. E, e aí essas Olimpíadas era, então era era uma semana, não tinha aula, eu nem sei se tem até hoje, é... a gente ficava treinando mesmo, tinha na educação física, a gente ficava treinando, era então interclasses, eu acho que era sexta contra sexta, sétima contra sétima, Tinha todas as modalidades. Então, futebol, feminino, masculino, basquete, vôlei, rende. E tinha torcida, né? Então, a gente jogava, tinha torcida não só da nossa classe, né, mas a escola inteira estava lá. Então, ficava cheio, assim. E tinha um alambrado, assim, com dois banquinhos, assim, de espectadores, torcedores, assim. Era era legal.
E tinha medalha?

Tinha medalha. Tinha medalha. É, eu devo ter até hoje. É, é. Mudava as cores, né? Ganhei. A gente ganhava bastante. Eu me dava bem nos esportes. Depois eu acabei me distanciando, mas... Mas qual que você escolhia para jogar sempre?
Porque você jogava em vários.
Eu jogava em vários, eu jogava em vários, assim, mas eu sempre gostei mais do futebol, tanto que eu, que eu, na faculdade, acabei até jogando depois futebol pela faculdade, mas eu me sobressaía muito no futebol e no hand, acho que coisa de força, né? Acho que basquete era mais estratégia, assim. E eu lembro que até mesmo outro dia eu reencontrei também uma amiga minha.

Aí ela... Aí eu falei, nossa... Ela falou, lembra como a gente saia

Participava quem queria ou era... A lembrança que ela tin

né, das olímpiadas. hã? Participava quem queria ou todo mundo tinha que... Quem queria.

Porque a sala era pequena, sei lá, tinha trinta alunos. Então, imagina, um um time de basquete, né, já tem muito menos gente. Então, lógico que acabava selecionando, vendo quem quem tinha mais habilidade para jogar. E o o professor de educação física que acabava montando o time, todas as modalidades. E... eu eu lembro que tinha corrida também. Era muito legal a corrida. E acabava montando os times e acabava direcionando, né? Ah, você é isso, você é aquilo, tal. Era uma brincadeira, né? Aí tinha a medalha. A medalha estava, vinha escrita... Então, tinha as cores, né? Bronze, prata, ouro.

Preciso ver onde estão essas medalhas. <laughs> guardada em algum armário.
E você disse que depois para fazer o o ensino secundário, você saiu de lá, né? Para que colégio você foi?

Eu fiz o primeiro, o segundo e o terceiro lá. Minha mãe queria colocar um colégio mais forte, assim, por causa de vestibular, faculdade, essas coisas.

Muito. <laughs> Eu gostava de dizer que eu sou uma sobrevivente do <laughs> Bandeirantes. O Bandeirantes é um colégio, né, muito forte, mas ele é muito competitivo. E hoje eu percebo que eu não eu não sigo essa linha, né, de competitividade, uhum, que acaba criando, que é meio que Fuveste, é um colégio ótimo. Eu passei o primeiro, o segundo, o terceiro, fiquei de recuperação uma vez só no segundo colegial. Mas era muita pressão, a pressão, né, interna do colégio, a pressão dos meus pais, você tem que passar. Então, não foi uma época saudável, saudável, exatamente. Não foi uma época saudável, sabe? Eu lembro que eu sofria muito internamente, porque eu eu tinha que estar lá, Eu não gostava, mas eu tinha. Sabe quando não tem escolha? Lógico, é colégio. né, como você vai escolher? Não quero fazer. Faculdade é diferente. Mas eu me dei super bem. Fiz amizades que eu tenho até hoje. As amizades foram ótimas do do Bandeirantes. Mas uma coisa que eu agradeço... de de de minha mãe, de meu pai terem me colocado lá no Bandeirantes. O Bandeirantes me deu uma base muito grande para estudo. Não só para estudo, mas para persistência, aham, para determinação, sabe? De você ter uma prova amanhã de você não saber nada. Porque como eu não gostava, eu não conseguia prestar atenção na aula. Eu conseguia prestar atenção na aula no professor que eu me identificava, sabe? Não era... Porque eu me sentia obrigada, sabe?

Mas mas o Bandeirantes me deu bases muito importantes que eu uso até hoje na minha vida, né? Então, eu fui pra esse pê eme depois. Eu falo, gente, quem fez Bandeirantes faz qualquer faculdade. Qualquer, sabe? é uma faculdade ótima, Puxada, tal, né? Faço qualquer. Trabalho, a mesma coisa. Então, assim, é é essa base que eu tenho, sabe? Então, para mim, nada ficou difícil. Deu fazer uma prova no dia seguinte e cair assim, não era nem só uma prova, por exemplo, era história geral e biologia. No mesmo dia, você tinha que estudar quaren e eu conseguia me sair bem, sempre ficava na média Cinco, cinco e meio. Mas eu passava, isso que importava, né? Então, hoje, para mim, realmente, nada assim é complicado, sabe? De você... Mesmo no trabalho, ah, preciso entregar uma coisa semana que vem. Cara, ó, cheira de letra. Sabe quando você nem fica a desesperar? Então foi muito bom por causa disso, assim. Quando alguém me pergunta do Bandeirantes se me fez bem, eu sou, eu falo exatamente isso. Olha, me deu uma base muito grande para a vida, em termos de persistência, determinação e saber que você é capaz. Ponto. Mas eu não colocaria meus filhos lá. Eu tentaria buscar um outro colégio que também daria essa base, mas que ao mesmo tempo não fosse tão competitivo, tanta pressão interna. Porque tudo é voltado para o vestibular. É isso, aquilo, muitas regras. Mas foi bom.
Existia mesmo a classificação dos alunos da classe?
Existe.

O primeiro colegial, para você ter uma ideia, para você entrar no Bandeirantes, você tem que fazer um vestibulinho, que eles chamam.

Então, eles já selecionam quem vai entrar no Bandeirantes. E a mensalidade não é barata. Parece que, o, eu fui lá o ano passado, que eu precisava do histórico do segundo grau. Eu dei uma olhada lá, acho que estava mil e setecentos reais, por baixo. Não era nem o terceiro colegial, mas era uma faculdade, né. Então, eu já seleciono por causa disso. Aí, eu acabei entrando. As classes que você entra, então, o primeiro colegial, as classes que você entra é de acordo com a sua pontuação no vestibulinho. Então, já tem uma segunda competição. Eu lembro que no primeiro colegial, então, tinha... Lá eles não chamam a, bê, cê. Por número, né?

dois, três, quatro, cinco, seis, sete é. É, mais ou menos. Mas, ao mesmo tempo, não, porque estava no Bandeirantes. Um monte de gente falava isso. Ah, você está na sete, Imagina. Muito pelo contrário, eu estou no Bandeirantes. Porque tem gente que não conseguia ficar lá.
Nem entrar.
Exatamente, de estar na sete já era ótimo, sabe? E lá era e era tudo muito organizado. Isso me fez bem também, para mim, a base, mas assim... Então, o primeiro colegial era um, o segundo colegial dois, terceiro três. Então, assim, era... E tinha área de exatas, biológicas e humanas. Então, eu fiz exatas, né? Então, era um é... Aí, a classe que você entrou. Então, tinha um e um, um e dois Então, eu entrei na um e cinco A última era Que biológicas, que tinha mais, que tinha sete, oito. Exatas, primeiro colegial máximo, naquela época, foram seis classes. E humanas tinha duas, assim. E, aí eu entrei, aí já entrei na um e cinco, na penúltima. Mas aquela coisa que eu falei, né? Aí segundo colegial, também aí é por nota. Que você vai para o segundo colegial, para classe que você vai, é por nota também. Aí eu fiquei na tinha até a dois e cinco, né, tinha até Aí no terceiro colegial, aí eu fiquei na, ah, e vai diminuindo, né, porque as pessoas vão saindo, então o primeiro colegial tinha seis classes, a segunda tinha cinco classes, o terceiro tinha quatro classes, não aguenta, acaba saindo. E aí no terceiro colegial eu fui da cinco, aí eu fui da última. Mas é isso aí. <laughs>
E por que exatas? Você tinha ideia de fazer algum curso na área de exatas?
É, a princípio eu eu eu tinha ideia de fazer engenharia, né? Não sei se por influência da minha mãe e meu pai que fizeram essa área mais exatas, né? Alguma engenharia de produção. E hoje também eu vejo que foi bom ter feito engenharia porque me deu uma base muito grande, assim, de matemática, raciocínio lógico, física, química. E, ao mesmo tempo, na época, eu lembro que eu não gostava de humanas. Eu nunca fui muito bem, assim, nas matérias de história, geografia, português. Eu sempre fui muito bem nas matérias de matemática, física, química, né? Só que aí depois eu acabei prestando, eu acabei fazendo administração, né?

Com certeza. Para a vida, né?
E por que quando é que surgiu essa escolha de fazer administração? Que hora falou assim, eu não quero fazer engenharia? <laughs> Foi meio uma revolta, assim.
Porque eu estava no terceiro colegial e eu estava no na metade do ano. E, ah, o que você vai prestar? E eu conversava com um monte de gente. Ah, faz engenharia de produção, né? Pelo seu perfil, acho que você ia se dar bem em engenharia de produção.

Aí eu prestei as três públicas, né, porque eu fazendo bandeira antes, então, né, o ideal seria que eu fizesse na universidade pública, aí uma das três. Aí eu lembro que na época eu estava em crise comigo mesma porque eu não queria fazer engenharia, porque eu não me via como uma engenheira e blá, blá, blá. E minha tia comentou de eu fazer uma orientação vocacional e me direcionou mais para a parte de humanas, para turismo. Eu tinha, eu sempre tive vontade de fazer turismo. Mas é aquela velha história, né? Todo mundo falando turismo. O que que você vai fazer? <laughs> O que você vai trabalhar sendo, né? Até brincava, né? Vai ser turista, não sei o quê. Né? <laughs>

E.. aí eu acabei... Aí eu não sabia. Eu sabia que eu não queria prestar engenharia, mas eu não sabia o que eu queria prestar.
Você chegou, você já tinha feito a inscrição, inclusive? é.
É, eu já tinha feito para para as outras três, né? Para a Unesp. Porque acaba logo, né? Da FUVEST, Unicamp e Unesp. Aí eu falei, eu não quero prestar, eu quero prestar uma outra. Aí eu lembro direitinho do dia.

que é administração de empresas com ênfase em marketing, né, esse pê eme e tal, vestibular noventa e seis, eu lembro até do cartaz. Aí, sabe, foi uma luz, assim, eu falei, nossa, administração de marketing, esse pê eme, eu já tinha ouvido falar muito bem na esse pê eme, mas pelo lado da publicidade, da propaganda, não pelo lado da administração. Eu não sabia que tinha administração lá. Aí pesquisei, naquela época nem tinha internet, eu lembro que eu fui até a faculdade...

Até mesmo a uspi, sabe? Traçar a cidade, pegar trânsito, mesmo se fosse de ônibus, tal. Ah, então a esse pê eme é perto do metrô. É um curso que eu achei interessante.

A imagem que eu tinha, né?

Aí eu comentei com a minha mãe que eu ia prestar esse pê eme, aí tudo bem, acabei prestando. E... me informei sobre o curso, que eu achei interessante no curso, que não era só administração de empresas, porque aí eu achava também que era uma coisa mais generalizada, administração de empresas, que tem aquela lenda, né? Quem não sabe o que vai fazer, faz administração, né? Que eu acabo concordando é porque tudo, tudo que você vai fazer, você precisa ter uma boa administração, né? Depois eu acabei percebendo isso. Mas eu gostei de lá, que lá tinha uma ênfase em marketing e a esse pê eme já era reconhecida por essa área do marketing e propaganda. Então, eu acabei fazendo a inscrição.

Eu fui para a maternidade depois e acabei entrando em décimo sexto lugar. Mas por quê?

Não que o vestibular da esse pê eme era fácil, mas a base que você tem, mesmo não querendo, mas assim, você acaba tendo uma base enorme, né? Caraca, foi ótimo.

E na esse pê eme eu passei e tal, e aí foi ótimo.

Aí eu lembro que minha mãe comentou, ó, não quer fazer um ano de cursinho e tal, e você tem uma universidade pública, eu falei,

Nesse tempo de colegial, dava tempo de namorar, você conhecia alguém legal, como é que foi? é...
No colegial, eu lembro que no primeiro colegial, eu gostava muito de um menino, mas eu era tímida, né, eu era, como eu comentei, eu sempre fui muito na minha, assim, mas... um pouco mais recatada, eu esperava meio que as pessoas chega Aí no segundo colegial eu fiz, eu fiz mais amizade com com com o menino lá, mais amizade mesmo, de amigo, e ele acabou sem querer me inserindo na turma, que tinha esse menino e que tinha uns outros rapazes também, que aí até tinha uma amiga que também era amiga em comum deles, que acabou sendo super minha amiga, a gente é amiga até hoje. E, aí eu acabei me envolvendo não com esse menino, mas com o outro. Porque com esse era meio uma coisa platônica, assim. Ele era muito para mim, sabe? É muito bonito. Não, não quero. Ou porque eu achava que ele não merecia, ou porque ele era muito bonito, mais bonito do colégio. Eu falei, ai, não quero, quero uma pessoa mais simples. Aí eu acabei me envolvendo com outro menino, mas foi também namorinho rápido, de três meses, namoro de adolescente, dezesseis Namoro de adolescente, dezesseis anos, para você ver que com dezesseis anos eu não pensava em namorar ainda, né? Porque eu me achava muito nova, eu falava, gente, eu não quero namorar. Aí, ah, eu lembro que eu até acabei terminando, ele ficou super chateado. Mas namoro sério mesmo, eu tive com vinte e um anos só. Eu sempre deixei acontecer, sabe? Eu nunca fui muito ligada, assim, de, ai, vou paquerar, vou namorar. Exatamente. Exatamente. Mas foi gostoso, eu lembro Eu lembro das amizades, assim, que a gente acabava ficando o dia inteiro no colégio, principalmente no terceiro colegial, que tinha aula de manhã e à tarde. A gente ia almoçar lá perto, nas lanchonetes lá de perto.

Era gostoso.
E esse período da universidade, como é que foi entrar na universidade? Você que estava acostumado no Bandeirantes, que era bem rígido.

Exatamente. Mas como é que foi? Que diferença que houve? O que que mudou na sua vida? Até no astral, sem dúvida, é, exatamente.
Exatamente.

Não por estar na esse pê eme, mas eu acho que até pela idade que você tem, de dezessete para dezoito anos, eu já tinha colocado em mente que eu ia começar a trabalhar quando eu entrasse na faculdade, para ter o meu dinheiro, para comprar minhas coisas, porque eu nunca fui assim de ganhar mesada, né? Então sempre foi aquela coisa mais limitada em relação ao dinheiro. Então a esse pê eme, ela me deu muita base, então, de administração, que a administração acaba tendo visão geral de todas as matérias. Na esse pê eme eu comecei a me interessar, eu lembro, por filosofia também, sociologia, psicologia, porque a gente teve essas matérias. As pessoas que faziam esse pê eme eram muito abertas, hoje eu vejo, naquela época eu achava normal, mas hoje eu vejo, até pelas minhas amigas que a gente manteve contato, somos super amigas até hoje, é, são pessoas, eu acho que eu consegui definir bem as pessoas que fazem esse pê eme, são pessoas extremamente inteligentes, visionárias e simples. Só que naquela época eu achava normal, imagina, eu nem percebia isso. E hoje eu vejo que as relações que eu tinha, até o namorado que eu tive na época da esse pê eme e tal, não sei o quê, sabe? São pessoas mais... Che Guevara, Lula, pê tê, na época oficialmente, Lula na presidência e tal. Mas, ao mesmo tempo, são pessoas que trabalham em empresa trabalha, é uma Chipps, é Johnson, mas tem essa mentalidade mais mais tranquila, mais simples, né? Não tanto capitalista, assim, por mais que trabalhe em empresa, sabe? Então eu acho que é uma coisa, me fez muito bem de conviver com pessoas assim, com pessoas inteligentes. Os professores da esse pê eme eram ótimos. Hoje eu até comento, se eu fizesse esse pê eme hoje, eu teria aproveitado muito mais os recursos que a faculdade oferecia como laboratórios. Isso é básico, né? Laboratório, professores mesmo. Eu vejo a esse pê eme na mídia, palestras de não sei o quê. Falei, gente, eu tive aula com esse professor e não aproveitei. E hoje o cara é bambambã de não sei o quê. Infelizmente, eu acho que é mais porque a gente é muito novo, normal. E eu lembro que, na época, também tinha... tinha... tinha... tinha... os jogos universitários, que é básico. Então, tinha a economia, das que juntava administração e economia de outras faculdades, e o Juca, que juntava as turmas de publicidade. Aí foi quando eu comecei a viajar mais com os meus amigos... Sem meus pais, né? E, e meus amigos tinham alguns... Como eu era mais nova, que eu acabei entrando direto do do colegial, as pessoas, então, sei lá, faziam um ano de cursinho, dois anos de cursinho para entrar lá. Então, eu acabava... Eu tinha dezessete anos, então meus amigos tinham dezoito, dezenove. Então, eu já tinha um carro, então a gente conseguia sair à noite, porque naquela época, lógico, eu não tinha carro, né? Até porque nem tinha idade, mas aí ia para para os jogos, já ia de carro. Então, já começou a esse pê eme, já começou a me dar uma visão mais global, assim, uhum, do mundo, sabe? O mundo fora de casa, assim.
Fora da Zona Sul também, né?
Fora da Zona Sul tam E a esse pê eme era na Zona Sul também.

De eu de eu me sentir, nossa, o mundo é isso? Porque até então, até porque tinha aquela... a... é, aquela forma de pensar, não, entrou na faculdade, aí eu vou ser mais eu, sabe? Que foi talvez me passado pela educação. Então, eu vou te acompanhar até o colegial, terceiro colegial. Você entrou na faculdade... Tipo, aí você é você. Cumpri meu papel, sabe? Papel de pais, assim. Então acho que isso internamente me deu uma liberdade maior, assim, deu deu ser mais eu. E é interessante pensar isso que do Bandeirantes, como lá era muito puxado, E a era mais tranquila. No Bandeirantes, você não bastava, assim, estudar para a prova, por exemplo, né? Quem descobriu o Brasil? Álvares Cabral, Cabral Se você escrevesse isso, a gente dava zero. Ele não quer saber isso. Ele te perguntava isso, mas era para você fazer uma relação com isso, com aquilo, com... É todo, né? É super aprofundado com raciocínio, assim, em termos de fu ves te. E eu lembro que eu entrei na esse pê eme e a gente tinha uma matéria de economia no primeiro ano da esse pê eme. E eu lembro direitinho que me marcou que a que a primeira, a principal pergunta, a prova era sobre mercantilismo na prova de economia. Me define mercantilismo. Nossa, eu estava convindo, eu vim com bagagem de bandeirantes. Ah, porque isso e aquilo, tal, não sei o quê. Dei umas voltas, assim, mas tudo com sentido, né? Você acredita que eu tirei, acho que, dois, três na prova? E uma amiga minha... Que escreveu... Que escreveu como o professor que queria, mercantilismo é isso, pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá. Segunda questão, é isso, pá, pá, pá, pá, pá. tirou dez. Eu lembro direitinho. Aí eu falei, nossa, esse pê eme é assim, ótimo. Para mim fica fácil, né? Aí das outras provas eu sempre ia bem, porque é aquilo que eu comentei, quem fez bandeira antes, as outras coisas <laughs> acabam ficando tranquilas.
E você disse que queria trabalhar, e você já pensou em que você ia trabalhar, já começou? Como é que deu essa entrada no mercado de trabalho?
É, eu sabia que eu queria trabalhar, mas eu não sabia em que, né?

uma pequena empresa de filmagem.

Então, era um estande que acabava vendendo o serviço de filmagem para aqueles estandes na feira da Francal, por exemplo, e se a pessoa fechasse, ia lá depois fazer vídeo institucional. Aí ela acabou comentando com a minha mãe, minha mãe acabou perguntando se eu se eu teria vontade e ganharia comissão naquilo que você vendesse. Eu nem lembro qual que era a porcentagem. Ah, vamos lá, uma semana só, né? Era, na verdade, duas semanas, né? Porque, uma para cada feira.

Eu, eu ia de metrô, voltava de metrô, e... E eu lembro que eu vendi muito bem, assim. Eu vendi mais do que um do que um do que um outro rapaz, assim, que já tinha experiência. no mercado de venda e eu lembro que até na época minha prima me elogiou assim e...e... teve um instante que eu vendi, eu fui tão persistente com o cara que era um, se tornou até um desafio assim para mim que ele, que ele.... eu lembro que ele falou assim, olha você convenceu, você me convenceu a comprar o serviço você tem muito tino para para lidar com as pessoas, ele falou para mim Se você quiser, você vai ser uma ótima vendedora. Lidar com pessoas, tal, não sei o que, você sabe. E aquilo, para mim, foi, assim, o maior elogio, assim, acho que eu posso ter recebido, principalmente para entrar no mercado de trabalho. E eu lembro que na época, com as duas feiras, eu consegui ganhar de comissão oitocentos reais. Então, para mim, assim, ganhar em um mês oitocentos reais, nossa... Eu não lembro no que eu gastei, mas eu lembro, assim, que foi maravilhoso, né? Aí, nisso, aí eu já defini, então, que pelo menos para começar, eu gostaria de trabalhar com o público, que eu tinha me dado certo, que eu tinha dado certo. Aí, em dezembro do mesmo ano, eu... Eu pensei em fazer extras de Natal nas lojas, né, de shopping. Aí eu procurei algumas lojas do shopping da Sul, que era perto da minha casa, e já procurei já procurei aquelas lojas que eu sabia que iam vender no Natal. Porque eu sabia que era comissão, então... Não, a loja vende por si só, né? Que não depende só do vendedor.

Também foi uma das que mais venderam lá. Acho que eu fui a segunda extra que mais vendeu. E uma menina... Aí foi sem querer que eu acabei trabalhando como fixa, assim. Porque eu ia trabalhar só em dezembro. Eu lembro que eu ia viajar com a minha mãe e com as minhas primas em janeiro para Ubatuba. A gente ia ficar E o dono da da da loja na época perguntou se eu não queria continuar como efetiva da loja, porque uma menina ia sair e ele tinha gostado muito do meu trabalho. Aí isso eu tinha dezoito anos. E eu já tinha em mente na época que eu queria comprar um carro. Eu lembro direitinho que com o meu extra de Natal eu guardei seis reais. Eu falei, ó, cem reais para comprar o carro. Aí na época eu comentei com um amigo meu do do Bandeirantes.

cem reais você consegue comprar um carro? Eu falei, consigo. Se eu for juntando cem reais já é um começo, né? Aí eu acabei aceitando, eu falei que eu ia viajar, ele falou, não, você começa depois de você viajar.

Então, sem querer, eu acabei entrando nessa nessa área assim, de vendedora, de ganhar por comissão. Porque, a minha ideia sempre foi atender as pessoas do jeito que eu gostaria de ser atendida. E que acabou dando certo. E eu sempre recebia muitos elogios assim, de clientes. E que acabou vencendo um pouco minha minha timidez também de lidar com as pessoas. Foi muito bom também essa experiência para a minha vida. E você estudava à noite? Não, eu estudava de manhã.
Mas aí como é que você conciliava?
É, eu estudava de manhã, mas lá, na época de vendedora, até depois quando eu virei assistente administrativa, de vendedora eu ficava das quatro às dez, né, de dia de semana, e de sábado era o dia inteiro, era das dez às dez. E de domingo, naquela época, o shopping não abria ainda, de domingo, então de domingo eu não trabalhava. E era legal também que nessa época da da loja mesmo, a turma que trabalhava lá na loja era super legal, então a gente sempre acabava saindo, fazendo alguma coisa depois. E quando eu virei assistente administrativa, eu trabalhava de manhã, eu estudava de manhã, porque na esse pê eme não tinha oportunidade ainda, estudar à noite. Era só no quarto ano, lá foram cinco anos, só no quarto.

Aí quando eu virei assistente administrativa eu trabalhava da uma às sete, eu trabalhava seis horas, né? Eu saía da faculdade meio dia e meia, ia direto para loja, aham, ficava da uma às sete, aí segunda à sexta.
Ah, então você conseguiu, sim, conciliar com as duas coisas.
Mas é que também eu conversando com ele que eu consegui definir meu horário por causa da faculdade, que ele era uma pessoa super acessível também, né? Aí acabou dando certo.
E depois, o que você resolve fazer da vida? Porque você sai de lá, como é que funciona?

Mas eu também não sabia em que. velha história, né?

Aí eu lembro que eu tinha ficado dois anos sem férias, aí eu lembro que eu fui viajar, fiquei um mês na Bahia, eu fui com duas amigas minhas. Foi aí que eu comecei a gostar mais da Bahia, porque até então eu tinha ido com a minha mãe, mas você ir para a Bahia com seus amigos é diferente. Aí no final do ano, na metade do ano, eu comecei a trabalhar no... no... numa empresa de embalagens, na parte comercial. Aí eu me voltei sempre para a área comercial, departamento comercial. Não como vendedora, mas só para o departamento comercial. Aí eu não gostei de trabalhar nessa empresa, eu fiquei um mês só.

Nem sei se eles estão lá até hoje. Aí eu acabei ficando lá mais como estagiária.

Aí fui caminhando sempre assim, trabalho com...é... Trabalho comercial, estratégico e com o público, né? Aí foi isso.

É que eu era nova, né? Mas eu não gostava do trabalho que eu fazia, né? Hoje eu vejo que eu poderia ter tentado mudar de área. Aí eu acabei saindo da da Eu lembro que meu chefe, o diretor, diretor comercial, né? O chefe Era uma pessoa super acessível, super boazinha. Se eu tivesse conversado com ele, eu teria, talvez, ido para outra área. Mas na época eu fiquei preocupada dele ficar chateado de eu não Então eu preferi

Lá tem sete mil funcionários, não tinha na época, abriu, não sei como está hoje. Não gostei, por várias razões que eu acho que todo mundo deve imaginar o que tem em empresa grande, competição, é... de puxar tapete, de coisas rígidas que eu nunca consegui entender porque existe, então... Se o horário de entrar é às oito e você entra às oito e cinco, já ficam te olhando de canto de olho, mas se o horário de sair é às cinco e você sai às seis, ninguém comenta nada. Essas coisas que na época eu comecei a achar absurdo e lógico que depois de um tempo a gente vê que o mercado de trabalho é assim, né? Sociedade é assim, felizmente. Por isso que hoje eu trabalho em ongue Aí eu defini para mim que eu não queria trabalhar mais em em em empresa grande. Falei, eu não quero, ponto final. Tanto que nunca mais eu trabalhei mesmo,

Aí já comecei a definir meu caminho profissional mais para para uma coisa que eu gostava de fazer. É, eu falei, eu não quero trabalhar para ganhar dinheiro numa Abril da vida, numa agá bê ó da vida, porque lá, como estagiária, eu ganhava bem nos dois. quero trabalhar para eu ter minha realização profissional, minha realização pessoal, e que o dinheiro seja consequência, né, do meu trabalho. Comecei a perceber isso nessa época. Aí eu entrei no Ministério da Cultura, como estagiária, ganhava super pouco, era muito, muito pouco. Aí eu fiquei dois anos lá no Ministério, mas foi uma experiência também ótima. Acabei tendo uma visão assim, cultural uma uma visão de projetos como um todo, assim, muito profunda.
Mas que, é... é... aonde Ministério da Cultura?

É tudo tudo perto, né, <laughs> do lado da Cinemateca. Lá é muito pequenininho, é uma casinha,

E o Ministério da Cultura era a casa do caseiro que cuidava do matadouro. Então, imagina, é super pequenininho, é uma coisa super...

A gente atendia o público... para dar orientação de lei Rouanet, que é a lei de incentivo à cultura, a lei do audiovisual, então a gente dava orientação, é... a pessoa vinha até a gente, a gente explicava por telefone, por e-mail, Eu cheguei a dar cursos também de Lei Rouanet, Lei do Audiovisual, lá dentro da do próprio Ministério, e eu dei um curso também no Auditório da esse pê eme, mas eu ficava mais com curso interno, que era uma coisa menor, era máximo oito pessoas. Então, era basicamente atendimento ao público relacionado aos, às questões inerentes ao Ministério. Então, principalmente Lei Rouanet, Lei do Audiovisual e os outros projetinhos. Eu acho que o ponto de cultura <laughs> também entraria, da gente explicar como que funcionam os projetos ligados ao Ministério da Cultura. foi Eu entrei lá em dois mil e... E eu tive que sair justamente porque acabou... Coisas de política, né? Acabou o governo do Fernando Henrique, ia mudar o Ministério da Cultura, que acabou entrando o Gil depois. Então, aquele projeto que a gente tinha... Porque, na verdade, eu não trabalhava no Ministério, para o Ministério. Eu trabalhava numa prestadora de serviço que prestava serviço para o Ministério. Mas a base dessa prestadora de serviço era lá mesmo. Então era o Ministério, mas assim, o contrato com essa prestadora de serviço, que oferecia esse serviço de consultoria, de atendimento ao público. Era um era um projeto aprovado pelo Ministério, que forneceu verba para ele fornecer esse serviço. Por que isso? Isso que eu achei muito interessante. Porque aí conseguia contratar, é... pegar pessoas que não fossem só concursadas, exatamente. Porque o que eles queriam? Oferecer esse serviço mesmo para a população, né, esclarecimento da lei. Então tinha que pensar, pegar pessoas também mais capacitadas, de nível universitário. Então, tinha basicamente esse pê eme, gê vê, pu que e de diversas áreas. Acabou de novo?
Então, você estava falando do trabalho do Ministério, né? Que você chegou a trabalhar. E aí acabou o contrato, é isso, né?
Isso, é. Aí acabou o contrato com essa prestadora de serviço e a gente teve que sair do ministério, né? Aí todo mundo saiu, né? A assessora saiu, Aí eles contrataram novas pessoas também. E eu fiquei sabendo depois de um tempo que eles não prestam o mesmo serviço que a gente prestava. Então não tem mais curso de Lei Rouanet. E era muito legal porque tinha apostila... E hoje, eu no Quixote, eu vi outro dia as apostilas que a gente tinha elaborado. Interessante, né? Porque tinha a pastinha com a apostila, com a caneta, tudo do Ministério, tudo bonitinho. Quanto tempo você ficou? Ministério? Dois anos.
Isso teria ficado mais por você? na
Não, acho que não. Não, eu gostava.

Eu gostava muito, é... de lá, mas lá era um lugar que pagava pouco. E eu não via futuro para mim lá, sabe? O que eu imaginava de eu ficar no Ministério, eu gostaria de ter ficado mais tempo no Ministério para poder definir o meu próximo passo pós-Ministério, de não ser uma coisa... Por mais que eu soubesse que daqui dois anos ia acabar, eu não conseguia me planejar direito o que eu ia fazer depois, né? Outras pessoas conseguiram já criar uma rede e já foi para outro lugar, mas... Mas isso, o Ministério assim é bom para te dar uma base de cultura, de de lei, para você tentar ir para alguma on gue ou alguma instituição de tentar mexer com isso. Mas era bom lá.
E o que você fez depois que você saiu de lá?
Então, aí depois, essa prestadora de serviço que que que prestava serviço lá para o Ministério, que era a Cultura e Ação, que era da Cláudia, ela quis ir para o mercado, ser uma empresa de marketing cultural. Ela acabou me chamando para ver se eu queria ir com ela. Mas a princípio para não ganhar, para fazer um teste, né? E aí a gente acabou montando uma equipe com mais três pessoas também do próprio ministério. Mas aí acabou não dando certo. Pelo menos para mim não deu certo. Fiquei oito meses só lá. E, bom, aí começa uma coisa que aí eu tentei criar a minha própria, porque conhecimento a gente tem. E jovem é é muito utópico, né? Acha que tudo vai dar certo, que dependendo da gente as coisas dão certo. Aí eu criei uma, até bolei um nome na época, era Oficina Cultural, que eu bolei. Eu e mais dois amigos. Aí eu fazia projetinho aqui, projetinho ali, mas nada muito assim de fechar com a empresa, era mais uma coisa para você não ficar sem dinheiro.
E você já estava formada? já, eu me formei...
Já, eu me formei... em dois mil e um, é em dois mil e um
No meio do ministério, né, ah, então quando acabou esse contrato lá
É, porque eu fiquei um ano como estagiária no ministério, aí depois eles fizeram uma reformulação lá dentro que eu fui... é... É, efetivada, né? Porque não era registrada, mas efetivada só de nome, que aí eu virei consultora e o salário também aumentou de nome de salário. Porque, justamente, como era estágio, eles tinham que preencher um negócio de estágio com a esse pê eme. Aí eu me formei na esse pê eme. Coincidentemente, eles não podiam mais ter estagiário, não sei porquê. Eles até estavam redefinindo a equipe e eu acabei sendo consultora. Eu já tinha me formado
E aí você montou essa empresa, né? Essa oficina cultural. Quanto tempo?
É, eu montei assim... Montei, na verdade, era o meu computador só, né? Eu fiquei... Foi no começo de dois dois mil e quatro então dois mil e quatro, dois mil e cinco. Um ano e meio, um ano e meio. Aí nesse inteirinho, aí às vezes não... É difícil, né?

E é o que eu sempre falo, vivendo e aprendendo, né? Porque se eu soubesse que era tão difícil, imagina que eu ia ter entrado nessa roubada, sabe? Já ia tentar me direcionar para uma coisa mais certa, né? E aí eu fiquei um ano e meio, mas a gente fechava um projetinho aqui, outro ali, mas ganhava super pouco, máximo quinhentos reais, isso a cada três meses, sabe? Então era mais assim de fazer uma rede de contatos, aí nessa época eu busquei fazer cursos no Sebrae, do aprender a empreender. É... Eu lembro que foi uma época muito cultural, porque eu tinha bastante tempo livre, então eu acabava indo nos cinemas lá da Paulista, essas sessões de quatro, cinco reais, cinema era mais barato. Aí foi uma época que eu li muito livro, mas que ao mesmo tempo, foi uma época boa, mas ao mesmo tempo... foi me foi me trazendo muita angústia, assim, de você não estar trabalhando, de você de de ter a pressão familiar de que você não tem uma coisa fixa, que você não tem dinheiro, né? Ai, comigo mesma, porque aí eu não tinha dinheiro para nada, eu queria... Não era nem comprar, assim, mas ir em algum lugar, viajar, e não tinha dinheiro. Aí eu comecei a entrar em depressão, assim. Por causa disso, né? De não ter essa certeza, assim. Aí foi uma época meio punk, assim, mas que... Hoje eu vejo que antes eu estava aqui, aí depressão você faz isso, aí hoje eu estou aqui, né? Depois você sai da depressão, você está melhor do que antes, Hoje eu vejo isso. Aí eu acabei entrando numa faculdade de informática, né? Nesse inteirinho eu tentei trabalhar em outros lugares, mas não me adaptava, porque era trabalho para ganhar dinheiro, então você acaba também entrando em umas roubadas. E eu acabei entrando em uma faculdade de informática, que minha mãe se ofereceu de pagar, porque eu também queria fazer uma faculdade mais voltada para a lógica, para até tentar organizar minhas ideias, meu cérebro, assim Eu tinha certeza que aquilo ia me ajudar também a sair da depressão. Em que ano mais ou menos? Foi no... dois mil e quatro foi um ano muito punk, assim, sabe? Foi um ano muito profundo, assim.
E em dois mil e quatro você fez o vestibular para entrar nessa faculdade? não, eu fiz no meio de dois mil e cinco.
Junho, ah, sim , é

Porque aí no começo de dois mil e cinco que eu falei, não, eu preciso fazer alguma coisa mais certo, que eu não estou aguentando mais, é que ele estava me angustiando... Cheguei até a tomar remédio, tal, eu não queria. E aquela velha história, todo mundo falando, porque você não tem motivo para ter depressão, olha o lugar que você mora, olha isso, olha aquilo. Básico, né? É aquilo que eu falo. Só quem tem que pode falar alguma coisa. E quem não tem, não tem o que falar, né? Porque é uma coisa muito profunda mesmo. Eu costumo falar que é a doença da alma, assim, porque é muito ruim, é horrível. Porque se você tem uma doença, se você tem gastrite, se você tem úlcera, pelo menos tem um remédio para tomar, você sabe o que é. Agora, depressão, você não sabe. Hoje eu sei, mas naquela época a gente não sabe. E aí eu acabei entrando nessa faculdade de informática em julho de de dois mil e cinco. Aí as coisas começaram a melhorar. E foi engraçado que eu tentei direcionar o meu... Eu entrei na faculdade de informática também porque eu tentei direcionar o meu trabalho a ir mais para a área administrativa, mas para a parte de informática, né? Para tentar ser analista programadora, essas coisas, né? e... E... Só que aí eu acabei voltando para a parte administrativa, de marketing.

Eu estou fazendo ainda.
Ah, você
É, eu estou fazendo a segunda faculdade. Na verdade é uma faculdade de tecnologia, né? São dois anos e meio só, eu faço no radial. A faculdade, ela não é uma faculdade boa, mas os professores são bons, né? Mas assim, é uma faculdade muito fácil. Os alunos também são super simples, porque é uma faculdade barata, e... mas que na época me passou muita credibilidade que meus tios davam aula lá, inclusive meu tio dá aula lá até hoje. E porque era barata e porque é na saúde, que é perto da minha casa. Sistemas da informação. Aí eu acabo essa faculdade agora em dezembro. Aí, lógico, eu fiz seis meses. Dois anos e meio, é. Aí eu fiz... é... Mas é curso superior, né? Aí eu fiz... Eu entrei no Radial. Aí, no começo do ano passado, eu comecei a trabalhar na parte administrativa de um bar. Para tentar levantar o bar, que o bar não estava dando lucro. Mas eu quis continuar no Radial, porque... Para terminar, né? Aquilo que eu comecei. Eu falei, não, comecei, vou terminar. E para mim está sendo ótimo.

Mas para mim está sendo ótimo. É um movimento, né?
É, exatamente.

É como se fosse uma especialização para mim e é para a parte de informática e está sendo bom para mim também de conviver com pessoas muito simples, pessoas que precisam pegar três conduções para ir para a faculdade. Que é mais ou menos o que eu estou vivendo lá na on gue, sabe? Então, de você ter essa... E eu sempre gostei de conviver com pessoas mais simples, assim, né? E de você ouvir histórias. Então, é muito bacana. E e a faculdade de informática te dá muita base de lógica. Então, você acaba percebendo coisas... Você acaba percebendo coisas que antes eu não percebia. Então, esses dois anos e meio acabam agora. Não sei se eu vou trabalhar com informática algum dia. Mas a base que está me dando... E pode ser um plano bê Essas coisas não derem certo. Eu sei programar e programação dá dinheiro? Dá muito dinheiro. Mas eu não quero ser programadora. Mas pode ser um plano bê da minha vida? Se um dia eu tiver precisando de dinheiro, tal, não sei o quê. Posso fazer um sistema aqui, um sistema ali. E aí é o que eu aprendi no radial. E eu tenho contato com os professores. Eu quero manter esses contatos. São professores jovens. Então, está sendo bom por causa disso. Lá no Quixote eu entrei agora, em maio. Faz pouco tempo. Quatro, cinco meses, né? Então, aí... Você estava estudando ou você estava trabalhando? é, eu eu eu

Qual que é o bar? Chama Paralelo.

Reencontrei sem querer depois de sete anos, nesse mesmo bar, porque fica perto da minha casa. Mais uma vez eu trabalhei perto da minha casa. <laughs> E... Aí a gente conversou e ele falou, não, eu sou dono do bar. Ele me ligou depois de seis meses.

Eu falei, não, estou fazendo faculdade de informática, e tal. Ele sempre gostou muito de mim. A gente sempre teve um vínculo muito forte. falou, olha, eu estou precisando de uma pessoa para administrar o bar, porque a pessoa que administra vai viajar, vai morar um tempo na Austrália, o bar não está dando lucro, e eu lembro do seu trabalho na Hangler, né? E blá, blá, blá, blá, blá, você não quer vir e tentar ajudar a gente? Falei, não estou trabalhando, estou estudando à noite no no radial. Eu queria entrar na parte de informática. Falei, ah, vamos lá, né. Acabei gostando, acabei aprendendo muita coisa em termos de administração, porque como lá eu fazia tudo... Desde receber mercadoria, até fazer pagamento pela internet, até estratégia, de ver novos fornecedores, tudo, tudo, tudo. Certo que várias coisas eu era barrada. Ah, não precisa, não precisa, não precisa. Hoje eu costumo falar.

Mas não quiseram. É... né? e... Mas eu, para o meu crescimento pessoal, foi fantástico. Meu crescimento profissional também foi fantástico, porque me deu muita força, assim, sabe? De você entrar num bar e com cinco meses começar a dar lucro. Sendo que era uma coisa que eu nunca tinha feito. Cinco meses eu dei lucro e eram quatro sócios e três dele dependiam do bar para para viver. Então isso me deu... E eu ganhava pouco. E isso me deu força também para...
O marketing te

Com certeza.

Mas lá eu sentia que eles não tinham essa visão que o bar tinha potencial. Então, assim, tinha muito cliente, os clientes sempre gostaram, eles gostavam muito do bar, porque os donos, eles eles são pessoas simples, então acabava tratando o cliente de igual para igual, então o cliente sentia em casa lá. Só que não tinha um planejamento interno. Então assim, fornecedor, primeiro que batia lá, fez amizade, e vendedor, sabe, conquistar cliente, até porque eu já sei, já fui vendedora, então chegava lá uns vendedores, queria me dar presentinho, queria ficar puxando o saco, queria isso, queria aquilo, tá, mas o que você tem para oferecer, qual que é o seu preço, qual que é o prazo de pagamento, isso e aquilo. Aí com o tempo a gente conseguiu, eu consegui definir, eu falo eu porque era eu sozinha lá na administração, e eles acabavam indo de vez em quando, ver como é que estava, ou pegar o dinheiro. E acabavam ficando mais à noite com os clientes, com os funcionários, mas da parte administrativa era mais eu. E aí eu consegui definir, mudar alguns fornecedores, alguns produtos, mesmo de marca de produto, é... tentar fazer com que os funcionários também fossem mais integrados, tivessem mais vontade de trabalhar lá. Então tudo que eu lembro também, e eu comecei a tratar as pessoas do jeito que eu gostaria de ser tratada nessas outras empresas que eu tinha trabalhado. E eu comecei a ver que começou a dar certo, que o bar começou a faturar mais, tem menos custo. Tentava fazer algumas ações de marketing, mas aí que eu era vetada porque, ah, não precisa, o bar já tem muito movimento. E...e... aí foi isso. Aí chegou numa numa época, eu fiz um ano lá de trabalho lá no começo desse ano, em fevereiro, janeiro. E por outras coisas que aconteceram também, eu falei, olha, eu não quero mais trabalhar aqui, eu quero uma coisa maior para mim, né, que eu sou limitada, meu trabalho é limitado. Aí eu comecei a procurar em outros lugares, comecei a mandar currículo, aí já com outro enfoque no meu currículo, né, porque como lá no bar me deu muita força, então no meu currículo eu já consegui fazer uma coisa mais forte também. Né, e você queria trabalhar na área social? Eu sempre quis trabalhar na área social, desde criança, a gente ia no orfanato, minha mãe levava a gente no orfanato. Eu lembro quando a gente ia viajar, eu sempre ficava amiga da filha da faxineira do hotel, sempre, então eu sempre fui ligada na área social. Até porque eu acho que as raízes, né, dos meus avós, que eles sempre foram pessoas simples. Eu lembro que minha mãe falava que quando ela ela era criança, ela tinha um sapato para ir para a escola, para ir para a festa, para isso e aquilo. Eu fico emocionada de ouvir essas coisas, né, por mais que hoje em dia eu não precise, não tenha só um sapato, porque meus pais tiveram mais recursos. Mas isso me emociona. Às vezes eu até me sinto um pouco, nossa, aquela velha história. Eu tenho tudo e tal, não tenho nada. Mas ao mesmo tempo eu não me culpo por isso. Então vamos tentar fazer uma outra, tentar uma outra saída. Ou trabalhar em orfanato como voluntária, essas coisas, uhum. Mesmo no tratamento, você vê uma criança de rua, tentar dar um sorriso para ela. Então eu sempre tive meio que essa... essa visão, assim, que eu, de tratar melhor as pessoas, assim, empregada, né, então eu vejo, eu fico melhor amiga, assim, das pessoas mais simples, né.

Mas você é um ser humano, assim, acho que ficou tão normal que as pessoas mais simples, as pessoas de menor recurso não são bem tratadas como tem mais recurso, que quando é o contrário, nossa, ou tem alguma coisa por trás, ou não, ela é Madre Teresa de Calcutá, ou isso, ou aquilo, né? Aí, eu sempre quis trabalhar em ongue Quando eu entrei no Ministério, que eu decidi que eu não ia trabalhar mais na Abril, em empresa grande, eu tentei... é... me visualizar, eu me eu visualizei em ongue, só que acabou não dando certo, né? De de entrar em ongue, tá? Eu queria, eu sempre quis trabalhar em ongue.

Então, aí no bar que eu comecei a procurar, procurar outras coisas, Aí minha amiga lá da esse pê eme, a Luciana, a Lu, ela trabalhava no Quixote. E eu lembro quando ela entrou no Quixote, ela comentou para mim como era o Quixote. E eu fiquei super feliz dela estar lá, porque ela sempre foi mais para essa área social. E ela sempre me falava muito bem do Quixote e tal. E ela comentou comigo que ela ia sair do do Quixote porque ela tinha conseguido um trabalho... lá lá em Gana, na África. Não, minto, ela comentou, eu já tinha comentado com ela em janeiro desse ano, janeiro de dois mil e sete, que eu queria sair lá do bar, porque eu não queria mais ficar lá, por ene razões, e ela falou que talvez eu ia estruturar uma parte comercial lá no Quixote, que eu ia precisar de gente, eu mandei meu currículo, ela mostrou para a chefe dela na época, que hoje é minha chefe, <laughs> E na época ela gostou do meu currículo, mas ainda não tinha saído o o patrocínio da empresa, então estava lá guardado. Aí foi quando a a Lu comentou que ela ia trabalhar lá na África, que ela ia sair do Quixote. Aí eu falei, Lu, se você quiser me indicar para a tua vaga, né? Ela trabalhava captação de recursos. Se você quiser me indicar para a sua vaga, eu trabalho com o maior prazer. Ah, sério? Tá, mas você não prefere comercial? olha, até prefiro captação de recursos, né? Porque eu eu pensei, o comercial, sem querer, a vida foi me levando, mas eu sempre quis trabalhar mais para a área de captação, marketing, comunicação, né? Eu gostaria de trabalhar nessa área. E... aí eu fui fazer uma entrevista lá no no Quixote e acabei entrando lá. Isso em maio. Eu entrei em maio lá no Quixote e estou lá.
Para fazer captação de recursos.
Lá assim, é captação de recursos, mas a gente acaba fazendo também, eu acabo fazendo também partes de marketing, uhum, e outras coisas, porque o ongue, como é uma equipe enxuta, principalmente o administrativo, lá o Quixote, a grande base é psiquiatra, psicólogo, uhum, educadores em geral, pedagogo, então a a base administrativa é menor. o financeiro, o apoio e tal. Então, eu acabo fazendo um pouquinho mais, que não seja só captação de recursos e comunicação. Mas eu estou lá para... Como que é o projeto? trazer as empresas. O Quixote, ele... Ele trabalha, o foco dele é... ãh, trabalhar com crianças jovens e depois foi ampliando o foco para familiares também, em complexas situações de risco social. Então, essas pessoas assim, que acabam sendo deixadas de lado mesmo, sabe? Que a gente costuma falar. Então, são meninos de rua, ex-internos de Febem, meninos da Cracolândia, que não é de rua, mas que fica lá na rua. Então, usuário de droga, tem a favela lá do lado do Quixote.

Então, o o Quixote tem como missão mesmo ajudar, né, essas crianças, esses jovens e os familiares, né, desses jovens, porque não basta só você ajudar a criança se você não ajuda a mãe. Né, então, com o tempo, foi fui observando que também precisa ajudar esses familiares a eles terem uma inserção na sociedade, no mercado de trabalho, gerar renda de alguma forma. E é um trabalho muito grandioso, é muito lindo o trabalho do Quixote. Isso que eu fiquei admirada. Eu lembro na época da Lu, que a Lu falava. E quando eu entrei no Quixote, eu fiquei muito orgulhosa de estar lá. Por duas razões. Porque, primeiro, que finalmente eu tinha conseguido entrar numa ongue que eu sempre quis. E eu entrei no Quixote. O Quixote é a ongue de maior referência na área de atuação dele, que é com criança de rua, usuário de droga, é... esses, essa população mais excluída mesmo, né?

E isso é muito orgulhoso, sabe? Um trabalho assim. Eu falo lá dentro. Eu tenho orgulho de trabalhar aqui. E ainda mais de fazer parte da captação de recurso. De você tentar trazer gente, não só recurso financeiro, mas também recurso de pessoas mesmo, materiais. De tentar arrumar a casa aos poucos, né? de de de De ter menos dependência de alguns financiadores. para ele criar aos poucos a sua própria sustentabilidade, porque tem potencial. Eu vejo que o quixote tem muito potencial, já ganhou vários prêmios, sabe? Que depende dele só, e de ir se estruturando aos poucos. E a referência também para os meninos, porque muitos atendidos acabam indo lá por, é... indicação Vai lá no Quixote, nossa, a gente vê depoimento é de chorar. Eu leio o depoimento, é emocionante. Até costumo dizer, eu comentei lá já, que minha vida ficou mais simples depois que eu entrei no Quixote. Sabe, você reclama porque você briga com com amigo, com namorado, com pai, com mãe. Gente, e aqueles meninos?

Porque uma coisa é você estar de fora e ler as histórias, outra coisa é você estar lá convivendo. Então, você conversa com o menino, o menino, sei lá, morou na rua, o irmão está preso, o outro morreu assassinado, é... a mãe é alcoólatra, o pai bate na mãe, a tia não sei o quê, e ele está lá sorrindo, está desenhando. Eu até me arrepio. Aí eu Eu falei, gente, minha vida ficou mais simples. Porque, sei lá, o que a gente reclama? O que eu reclamo? Ai, a pessoa foi mais grossa comigo. Isso não é nada.

Isso é... Isso é fichinha, assim. E eles, a gente vê no depoimento deles, né, as pessoas costumam falar assim, que o Quixote é mais que mãe, assim, né, porque realmente lá os atendidos, eles são, eles são atendidos com muito amor, muito carinho, não é, sabe, tem aquele abraço. Cada atendido é atendido um a um, né, ele... Ele é olhado assim profundamente, até pela quantidade de psiquiatra que tem, psicólogo, pedagogo, assistente social. Então não é assim, ah, chega aí, faz umas oficinas e beleza, vamos mostrar para todo mundo que a gente faz esse trabalho. Muito pelo contrário, lá faz tanta coisa e muita gente não sabe o que que quixote faz. Porque é tão natural o que eles fazem, o que a gente faz, que parece que, ah, não precisa mostrar, sabe? Porque é de coração, é isso que eu sinto. É que eu sou... Eu vou lá do Quixote, eu sou... Eu costumo... Até comentei com o meu irmão. Meu irmão, atualmente, ele está morando na Índia, né? De uns cinco anos para cá, ele resolveu morar em diversos lugares do mundo. E, atualmente, ele está lá na ele está lá na Índia. Vai ficar até o final do ano. Está um ano lá. E até comentei com ele, quando entrei no Quixote, que eu sinto que agora eu consegui definir o meu local, assim, sabe? O que eu quero ser da minha vida. Porque eu pensava nos meus outros trabalhos, eu falava, não quero trabalhar, sei lá, para o mercado, quero trabalhar ajudando as pessoas. Eu sempre percebi também que eu conversando com os outros, eu sempre conseguia ajudar as pessoas, sabe? Uma palavra, uma ação, um elogio. Desde criança, né, bastante gente comenta isso, que eu sou meio psicóloga dos meus amigos, então eu falei, não, então por que não fazer isso de um trabalho? Por mais, então, eu trabalho na parte de captação, que é mais parte administrativa, a marketing, que é a minha formação, mas ao mesmo tempo eu estou ajudando aquelas crianças, né, de você conversar com essas crianças, porque eu não fico tanto com elas, eu gostaria de ficar mais, mas a gente fica mais no computador, assim, mas...

E eu comentei com o meu irmão que, eu falei, nossa, agora que eu entrei no Quixote, eu sinto que finalmente eu me achei, assim, sabe? eu... Eu estou muito feliz, assim, estou extremamente feliz. É... É claro que não é fácil, mas é um desafio e eu falo que, assim, trabalhar no Quixote é um alimento para a alma, assim. Aí, falei por e-mail, assim, eu fico super feliz também. Porque ele é ligado também nessa área social, né, nessa parte social, aí ele ficou orgulhoso também.

noivo. Conta um pouco para a gente desse lado pessoal também.
É, eu estou com o Rodrigo. Rodrigo também é o mesmo nome do meu irmão, né? Rodrigo. Ele... Eu estou, a gente está junto há dois anos, dois anos e três meses, quatro meses. A gente se conheceu, eu estava, né, que eu falei, eu estava saindo da minha depressão. Saindo não, né? Estava assim, levantando. Eu já tinha meio que entrado na faculdade, já sabia que eu queria fazer a faculdade lá de informática. E a gente se conheceu, a gente se conheceu de uma forma super inusitada, assim, aquela velha história, Deus coloca as pessoas... na hora certa, no caminho certo, né? E.. para mim foi um achado, assim, eu falo que eu não é que eu conheci ele, né? A gente se reencontrou. Eu tenho certeza, assim, que eu conheço ele de outras vidas. É óbvio, porque é a primeira vez, assim, que o primeiro olhar, assim, é É um amor profundo do primeiro dia até hoje. Lógico que vai aumentando, né, mas aquela essência do amor existe. E ele é uma pessoa muito especial. Ele é uma pessoa muito pura, é... muito inteligente. Tem a sabedoria oriental que eu falo, né, que ele é japonês. Uma pessoa muito inteligente, é, muito pura. Então, ele ele me ensina muito no dia a dia, né? Por mais que não queira com as ações, né? Então, assim, eu há dois anos e pouco atrás, eu era uma pessoa mais centrada em mim, sabe? De achar que as coisas que eu faço que são certas, não que eu era radical com as outras, né? Mas acho que geralmente as pessoas são assim, né? E ele foi me mostrando aos poucos que não, que não. O outro lado também é bonito. Por exemplo, eu lembro quando a gente começou a namorar, que ele comentou comigo que ele adorava pescar, que o hobby dele era pescar. Aí eu falava, Rodrigo, pescar é uma coisa chata, né? <laughs> Ficar lá o dia inteiro, né? <laughs> Falei, nossa, eu nunca me vi pescar, eu nunca pesquei, nem de criança, não gostei de pescar. Sempre gostei, sei lá, hoje eu leio um livro, acho que é uma atividade, jogar futebol, estar na piscina, não sei o que, nadar, mas pescar não. E ele, assim, nunca ficou bravo com aquilo, com as coisas que eu falo, sabe?

Vamos comigo um dia pescar? Você vai ver que paz que é. É uma tranquilidade. E sabe, é legal quando o peixe fisga é... a isca e você tem a técnica de tirar. Porque, lógico, eu leiga no assunto de pesca, eu achava que bastava qualquer vara, qualquer isquinha e vamos lá. Ele foi me ensinando que não, tem diversas varas, diversas iscas, é... Numa região assim, o peixe tal tem mais lá. Então, se ele quer pescar o peixe xis, então procura ir numa região mais assim. E isso, sem querer, foi me abrindo portas para ver que realmente... Então, quebrou uma barreira em mim, realmente, que o lado bê da vida existe, sabe? Não só, assim, em termos de uma coisa mais tranquila que a pesca, porque eu sempre fui uma pessoa tranquila, mas, assim, de que coisas que eu não gostava, que, pô, é legal. Isso me abriu uma visão muito boa, assim, até mesmo de começar a admirar as outras coisas, né? Aí eu comecei a perceber que o mundo era lindo, assim, sabe quando Não é só o amor que eu sentia, que eu sinto por ele, mas o que eu comecei a observar do mundo. A vida é maravilhosa, parece piegas, mas o mundo é lindo. Deus, Basta você querer mesmo. Porque eu comecei a perceber coisas, aí foi quando eu saí da depressão, eu comecei a perceber coisas que antes eu não percebia. Eu até costumo dizer que a depressão foi a pior e a melhor coisa que aconteceu na minha vida. A pior porque de lembrar o momento que eu passei, aquele um ano, um ano e pouco que eu passei, é horrível. Mas hoje, eu sou uma pessoa muito mais tranquila, eu hoje com vinte e nove anos, eu sou muito mais feliz quando eu tinha Em termos de tudo, de relacionamento com namorado, de família, irmão, no trabalho, sabe? Aquela velha história, deixa rolar, eu vou fazendo com que seja daquilo que eu projetei para a minha vida, mas... Deixa acontecer. Não precisa ter... ter pressa. Mas porque eu fui percebendo isso namorando ele. Aí eu até defini para mim que as três coisas mais importantes é o amor, né? Que você sente pelas pessoas. Em geral, a vida em si e Deus. Que foi até a tatuagem que eu fiz aqui.

Que eu deixo aqui do lado esquerdo do coração para... Eu falei, não, eu quero carregar comigo que isso é muito importante para mim.

E ele também e ele também estava num momento crítico, que ele estava saindo de um namoro um pouco conturbado e tal, e estava mal, acho que até estava meio em depressão também, então eu ajudei muito ele também. Porque tudo que eu falei dele, ele acaba falando de mim também, de um outro lado, que eu mostrei para ele uma vida não tão certinha como ele estava acostumado, que existe um outro mundo... Esse gosto de viajar, de de ter coisas mais simples, que você não precisa, sei lá, ter um celular da última moda, mas basta um celular que funcione. Então, eu acabei ensinando isso tam Então, a gente tem uma relação muito profunda, assim, eu costumo falar que é de alma mesmo, né? Que uma sempre acaba levantando o outro. E com um ano de de namoro, quando a gente fez um ano de de namoro, eu fui surpreendida por um pedido de casamento. <laughs> Na verdade, a gente sempre comentou de casar desde o primeiro mês de namoro. Ele sempre falava, mas está bom. Eu sabia que eu ia casar com ele, mas... Eu nunca me imaginei casando na igreja, casando num papel. Acho que até porque, como meus pais separaram, era muito criança, o que eu pensava para mim era casar, mas de juntar os trapos. Vai que não dá certo depois. E no car, sei lá, né, juíza, essas coisas, acho que é por causa dos meus pais mesmo. E ele fala, não, vamos casar, casar na igreja. Eu falo, Rodrigo, casar na igreja, não me vejo casar na igreja. Que nem até, né, Não me vejo casar na igreja. Não, mas vamos, é bonito.

Não, mas se você não quiser, a gente não casa. Nunca pressionando também. Entre as outras coisas, assim.

E ele acabou me pedindo em casamento, assim, à noite, com a Aliança. Foi super emocionante. E a gente fez um ano de noivada e a gente vai casar o ano que vem. Ele está como voluntário lá do Quixote também. e por enquanto está como voluntário e está fazendo uns outros trabalhos, trabalha como editor de vídeo, né, se for uma publicidade, mas nessa área também de comunicação. E aí a gente vai casar o ano que vem, a princípio ia casar agora em setembro, nesse mês, Mas aí, como comprou o apartamento, vai ficar pronta agora. Então, eu não quis misturar as duas coisas, né? Até costumo dizer. Antigamente, eu acho que tinha mais pressa de casar. Mas hoje, eu acho que a nossa sociedade, pelo menos eu, o meu meio, é tão normal você ir viajar com o namorado, né? Até porque eu conquistei isso junto da minha mãe e do meu pai. De dormir em casa, disso. Então, eu acho que não tem aquela pressa, né? De ter o seu canto, de casar, disso e aquilo, sair de casa. Por mais que tenha vontade de ter sua casa, não é aquela coisa que precisa, tal. E aí a gente, então, adiou para setembro do ano que vem. ãh

A gente quer casar lá, mas um evento pequeno, assim, máximo duzentas pessoas. E a festa, sei lá, no sítio mesmo. A minha mãe também já está super animada, às vezes ela fica vendo as coisas, por mais que tenha um tempo ainda. Eu acho que vai ser muito bom, assim. E a lua de mel é o sonho da minha vida desde criança. Até brincava que um dia eu ia casar só com as alas de mel, que era ir para Grécia. Não sei nem se em outras idas eu fui grega, alguma coisa, mas eu tenho uma... Eu tenho uma paixão pela Grécia, ainda mais porque é o berço da democracia, da cultura, né? De um monte de coisa assim. Eu tenho uma paixão, assim, que falar da Grécia também para mim é uma coisa assim... Maravilhada. Então, eu me imaginar na Grécia, para mim, nossa, sabe? Minha amiga passou a lua de mel ano passado na Grécia, coincidentemente, mesmo local que a gente vai. Falei, nossa, mas como é lá? E eu vejo o fotógrafo, nossa, ela esteve na Grécia, como se ela tivesse ido para a lua, sabe? Porque para mim, nossa, Grécia, não é nem tanto pelas ilhas gregas, mas é mais pela história da Grécia, né? Paternum, Acrópole, como um todo, assim, então... Aí eu sempre brincava, né, falava, nossa, um dia eu vou casar só para ir para a Grécia, por causa da lua de mel. Aí eu comentei com ele, até falou que ele tinha vontade de ir para o Tahiti, eu falei, ah não, vamos para a Grécia, <laughs> porque o sonho ainda não tem que ser a Grécia, senão eu não caso. Aí, mês de setembro, justamente com a agência também, que eu pensei, né, porque aí não é alta temporada, mas é calor lá também, mais vazio, mais barato. Aí em setembro, ano que vem, a gente casa.
E a gente está já finalizando, aham ãh... A gente tem sempre umas perguntas para o final que é assim, uma é básica. Se você pudesse mudar alguma coisa na sua vida, o que você mudaria?
Na minha vida ou na vida ... no mundo? Não, na sua.
Na sua , sua trajetória.
Na minha trajetória? Se eu pudesse mudar daqui para frente? voltar ao passado. Ah, tá. sua pergunta é boa. Essa pergunta é ótima, porque isso eu acho legal, assim, das pessoas ouvirem, assim, uma das coisas que eu procuro passar pros meus amigos, assim, para as minhas priminhas e tal, é ouvir mais as pessoas, porque as pessoas sempre querem te ajudar e às vezes a gente acha que as pessoas estão contra, talvez porque as pessoas não saibam falar de uma forma que é para te ajudar, mas às vezes fala de uma forma, um pouco de pressão, essas coisas. Então, ouvir mais as pessoas, conversar mais sobre a sua vida. Hoje eu vejo que eu entrei em depressão porque eu não conversava sobre os meus problemas e eu estava lendo mesmo num artigo que eu peguei na internet, que uma das coisas mais difíceis do mundo é você pedir ajuda, né? E eu não imaginava. Eu achava que só eu passava por aquilo e eu não conseguia pedir ajuda. Então, assim, você ouvir as pessoas é você conversar, pedir ajuda, ouvir uma outra história.

Você ouvir uma outra história, mesmo lá na ongue, você acaba identificando alguma coisa para a sua. Valorizar também a história dos outros. Mas o que eu poderia mudar, o que que eu vejo, o que eu não faria, o que eu fiz, é ter conversado mais com as pessoas.

Eu poderia estar lá até hoje, ou Mas eu poderia ter conversado com o meu chefe, mas ele estava mandado de área. Eu não conversei, né. Talvez porque eu era uma pessoa muito centrada em mim, pode ser. Eu já pensei nisso também. E eu ouvi mais os outros também. Eu acho que tem mais esse contato, né? Que antes eu poderia ter tido mais e talvez minha trajetória teria sido um pouco diferente. Não sei se pior ou melhor, né?
E um sonho? Você tem até um sonho para ser realizado?
Ah, o sonho, acho que é um sonho básico de todo mundo, que é casar, ter filhos, ter minha casinha com cachorro. Ah, é isso. Até a gente já definir o nome, assim, né? Né, até me emociona. Os cachorros, sabe? Aquela coisa bem, assim, de rede na sala. O apartamento está ficando pronto agora, aí eu estava montando como que ia ser a decoração, então eu quero uma rede na varanda. Aí para pôr na sala também. A gente pensa em ter filha, assim, só daqui uns dois, três anos, né?

E cinco cachorros. Ele até brinca, fala, nossa, se você ficar cuidando de todo mundo, eu vou pescar. Eu brinco, né?

Acabou.

Ter contado a sua vida aqui nessas horinhas que a gente ficou conversando?
Eu acho muito interessante, primeiro por mim, de ter aberto um pouco da minha história. Eu acho que todo mundo tem um pouco de coisa boa para passar, né. É, Todas as histórias são interessantes. Lógico, lógico, a minha eu acho interessante. Eu acho legal as pessoas saberem um pouquinho da história. Eu acho muito importante isso, essa troca de informação.

Eu conheci o trabalho de vocês já faz uns três anos. Aí me aproximei mais agora, por causa do Quixote. E eu agradeço pelo depoimento. Muito bom, assim, de coração.
Quer fazer uma pergunta?

Obrigada a você.

que foi para o fundo do poço e hoje está como sempre quis, assim, sabe? Feliz no trabalho, como sempre imaginou. Feliz no trabalho, feliz no amor, feliz com a família, feliz financeiramente. Eu me considero uma pessoa batalhadora, guerreira e, antes de mais nada, feliz com a vida.